Memória dos Brasileiros.

Olha, uma resposta que eu não sei dizer. Sabe?
E onde a senhora nasceu?
Eu nasci a aí em Alter do Chão.
Aí? E quando foi isso?
Isso foi dia três de outubro... de... de mil mil Não, tive oito irmãos. Morreu quatro. Tenho quatro.

Olha, o nome do meu pai não existe no mundo. Que eu nunca soube.

É. Ela trocou? Trocou. Por quê? Eu não sei.

E aí a senhora disse que não lembra o nome do seu pai. Por quê? O o os
Não, porque a minha mãe nunca me disse quem era meu pai.
E os seus irmões eram filhos do mesmo pai ou cada um?
Não. É assim. Cada uma tinha pai. Não gostavam só de um pai, gostavam de cada um ter um pai.
<laughs> A senhora chegou a conhecer algum pai de algum dos seus
Dos meus irmão? Olha, eu conheci, né?

Da nossa família mesmo.

Então ele é irmão só por parte do pai?

Um que era um seringalista, tinha muita seringa, né? Aí ela morreu também.

Agora do resto, eu não sei. <laughs> Nem o meu, não sei. <laughs>
Mas explica para mim éh. Então, na sua casa, sua sua mãe é que era responsável? É
É. A minha mãe era que era o pai, que era a mãe, que mandava lá tudo.
E na época tinha era muito comum ser assim?
Como assim? Várias famílias só tinham a mãe? É é Era assim mesmo, só tinha mais mãe do que pai. <laughs> E as mães que criavam os filhos? As mães que criavam os filho como Eu também criei com sacrifício o meus filho, porque esse homem eu estou com três anos com ele, mas ele já é meu marido porque já faz muito tempo comigo, né? Mas ele não é de matrimônio, não. Assim, casado em católico civil não é, não. Porque o que a gente fala a verdade não merece castigo. Então eu falo a verdade, né?
Fala a verdade. É
É. Ah, entendi. Porque ele vive comigo, mas ele não é assim meu marido.
Mas a senhora chegou a ter algum marido, tipo matrimônio ou não?
Não. Eu não tive, não. Eu não sou casada. Sou casada agora porque eu vivo com ele, né? Então quantos filhos a senhora tem? Tenho quatro.
E aí também a senhora fez desse mesmo jeito da sua mãe mesmo jeito. Me explica porque, como é que é que funciona? A senhora estava, decide que vai ter o filho, como é que é que a senhora tem o filho, o que que acontece?
Não, porque olha, antes não ti tinha essa lei, mas não rigorava, né? Que a a mulher tinha filho e colocava o pai na justiça, né? Então, o o os homens faziam filho e não queriam cuidar das mulher, a mulher se aborrecia e deixava fazer um com o outro. Aí ia levando a vida. Era isso que acontecia
E a senhora, era isso também?
Ou a senhora já... Era, porque eu criei meus filho com sacrifício. Como eu estou acabando de lhe dizer ali que eu cortava seringue, fazia roça, tudo para manter eu com meus filhos, sabe? Porque os pais mesmo só queriam fazer. Lá no nos índio, falando aí negócio da escassidão e coisa, é porque fulano é escassa, eu disse, eu nunca fui escassa. Se eu fosse escassa, eu não tinha quatro filhos. Aí ele riram, sabe? <laughs> Aí por que eu disse? Porque quando pedia eu dava, né?
O que que é escassidão?
Não, escassidão... Eles falavam assim, que escassidão é quando a pessoa tem uma coisa e o outro não tem, sabe? Aí ele vai pedir e nunca dá, né? Aí eu falei essa besteira lá. Falando o negócio da escassidão. Eu disse, eu nunca fui escassa. Aí ele dizia, por quê?

Se eu fosse escassa, eu não tinha quatro filhos. <laughs>

<laughs> Não, mas aí o primeiro filho que a senhora teve, é a primeira filha? É

e sete, é. Sessenta e um a senhora tinha quantos anos? Não, eu tenho sessenta e sete anos. E ela está com
e sete. É. Então a senhora tinha vinte anos
Eu tinha vinte anos.
E a senhora teve assim, foi por acaso ou a senhora falou, agora eu vou ter um filho?
Não, eu tive assim porque eu gostava de festa e... Aí me envolvia com homem, sabe?

Não, só fazer o filho e vai-te embora que eu fico. <laughs>
<laughs> A senhora mandava o homem andar mesmo ou ele que saía andando?
Não, porque, eu como eu estou acabando de dizer, naquele tempo existia a lei, mas não era como agora, né? Que agora as mulheres têm tudo direito. E antes não. O homem fazia filho numa mulher ia embora não estava nem aí. E ela não tinha como castigar ele, né? Aí ficava, por aí ficava. Se ela quisesse criar o filho, ela tinha que ir trabalhar, Dar o jeito dela.

É. E não dava conta do do de um dia o pai estar numa festa olhar e falar, epa, tu é meu filho? Ele sabia quando era filho dele?
Olha, eu tenho um filho. Que ele está aqui, sabe? O pai dele, quando foi embora daqui, eu fiquei com quatro meses de gestante dele. Aí ele disse assim, olha, eu vou para para Manaus, vou trabalhar, aí vou mandar um dinheiro para o teu parto, né? Quando ele voltou aqui, meu filho estava com quarenta, ou... com vinte e quatro anos. Foi. Aí ele foi nunca mais. Voltou para cá.
E os outro? Conta de cada um dos
E os outros estão aí. Eu tenho um filho, que o pai dele é professor lá no São Brás, sabe?
São Brás é aqui perto?
É aí na estrada. Ele... Eu nunca mexi com ele, nunca mexeu comigo assim de... Assim de raiva, sabe? De De trocar palavrão, não. Até hoje ele fala comigo, ele diz assim, cadê o nosso filho? Está aí. Mas também nunca ele deu nada, né? E eu nunca pedi.

Dessa aqui o pai morreu, que era um pê eme um sargento.

Aí pronto. Aí a vida ficou assim.
Então vamos voltar para a vida lá no início. A senhora nasceu, qual é a primeira assim lembrança que a senhora tem da vida? A senhora lembra?
Da primeira lembrança? Como assim?
A primeira coisa que a senhora lembra era o que? De quando a senhora era bem pequenininha.
Ah, eu lembro. Eee eu brincava com as criança. A mamãe trabalhava, aí ela deixava nós, que a gente ia na aula, né? Aí quando voltava, ela deixava assim, as coisas tudo em cima, dentro de um paneirinho, igual aquele ali. Deixava comida, deixava o prato, colher, que não tinha armário, não tinha nada. Aí ela dizia, olha, eu vou para a roça, vocês vão para a aula. Quando vocês chegar, não quero mexido nadinha aqui. Se eu chegar primeiro que vocês, eu espero vocês para nós almoçar. Se vocês chegarem primeiro, vocês me esperam, mas eu não quero nada mexido. Aí, quando a gente chegava primeiro, tinha que esperar ela, a gente não mexia, sabe? E quando chegava assim pessoas que batiam assim na porta, ela não mandava nós atender, não. Ela que ia. Aí ela dizia, olha, chegou gente aqui, então vão brincar por ali A gente ia. A gente não escutava nada que que estavam conversando. Não podia escutar? Não. Aí, quando pessoas saíam, ela dizia, olha, já foram embora, pode vir cuidar aqui em casa, fazer alguma coisa, isso, aquilo. Então, é isso que eu me lembro, sabe? Que hoje em dias, momento que a pessoa chega, as crianças querem mais é atender, sabe? Então, o meu passado, eu tive uma vida assim. Agora nesse, dos meus filho já são outro. Porque a mamãe dizia assim, olha, o que eu já vi, vocês não vão ver. E o que vocês estão vendo, filhos de vocês não vão ver. E eu ficava assim É isso que eu me lembro. Que então a minha mãe, ela ela dava uma ordem para nós e a gente cumpria, sabe? E agora não pode falar que não obedece.
Mas ela batia? Ela era brava?
Não, a mamãe só batia em nós quando a gente merecia mesmo, sabe? Mas negócio de maltratar, bater, coisa Ela batia quando vocês faziam o quê de errado? Quando a gente... virava contra ela quando a gente fazia malcriação né, ela batia, mas ela batia assim. Ela tinha uma palmatória assim, que era de cabo sabe Pegava a mão e olha aqui, uma dúzia de bolo em cada uma. Mas ela dava no primeiro até o último.
Quer dizer, um fazia uma coisa errada. É. E todo mundo levava. Aí
E eu fico assim, porque o o justo paga pelo pecador, né? Então eu fico eu fico lembrando isso. Que um fazia e todos apanhavam. Entendeu?
Aí quando um fazia coisa errada, vocês brigavam com esse aí para não apanhar por conta dele?
Não, ninguém não brigava não, porque a gente não podia dizer nada. Que o que ela ela fazia, ela tinha que fazer mesmo. Agora depois que o meu irmão mais velho, ele já é falecido. Ele ficou rapaz, que eu ainda era pequenininha, né? Aí quando ela queria me bater, ele não deixava.
Ele não deixava bater? Não

Mas assim mesmo ela dava, mas nunca ela ela pegou assim na orelha, nunca ela cacetou, sabe, não. Ela tinha, quando não era de palmatória, era de cipó. Ela dava duas, três lambada, pronto. A lambada ela dava aonde? Nas costa da gente. E doía? Doía. Doía que era de galho, de. <laughs>

Eu ia, olha, desde seis anos. Eu ia para o lá para o Mocotó, a gente vinha de lá. A gente ia para a roça com um baldinho de sabe desse tamanhinho assim, cheio de água e um pouquinho de farinha. Até duas horas, três horas da tarde a gente voltava.
Vocês acordavam muito cedinho para ir?

Acordava cedo e E aqui, quando a gente acordava, era um caminho só.

Esses meninos não se lembram. Mas era um caminho bem pequenininho mesmo.
Aí vocês acordavam e iam marchando assim para a para a roça? Ia todos os irmãos?
Não, tinham uns que ficavam para ir na aula, né? Quando a aula era de de manhã, eles ficavam para ir na aula aí. E eu como não não estudava, que a gente agora já que põe as criancinha, né? Eu ia com ela, os outros ficavam para estudar.
Chegava na roça, ela fazia o quê? E o quê que a senhora fazia? Como é que era?
Não, ela ela ia... Às vezes ela ia capinar, né? Aí ela... Eu ficava lá brincando, assim. Aí ela capinava, só ia mesmo para servir de companhia, né? Aí quando a gente, ela ia tirar a mandioca, ela mandava eu juntar a mandioca para ela colocar no paneiro, que a gente usava no paneiro assim nas costas. Aí nós ia embora, mas ia todo dia, era de segunda a sábado. Que ia para a roça? Para a roça. Agora, o que que tinha na roça? Tinha mandioca para a gente, para ela capinar, para poder a mandioca crescer, para fazer a farinha, sabe?
Então, além da mandioca tinha, a senhora não falou que tinha também.
Não, borracha era lá no Mocotó, lá em cima.
Então, como é que era ela ela
A gente ia primeiro lá cortar seringa, depois baixava para ir para a roça.
Ah, então a primeira coisa era ir lá no seringal. É.
É. Cortava a seringa. Como é que é? A senhora me explica como é que é cortar o seringal? Olha, não tem nenhuma faca aqui. Mas a a seringa é assim, né? Aí

Aí botava vasilha, aí dava o risco até na bica para escorrer o leite. E ainda tinha uma coisa. A gente usava o tucupi da mandioca para... Colocar no leite para ele coalhar. Porque muitas vezes a gente nem terminava de cortar, a chuva arriava. Aí estragava todo o leite.
Porque se entrar água no leite da da seringa... É, ela não presta mais. Então você jogava o... O tucupi, é. Para coalhar.
Ele virava o quê? O cernambi, a borracha.
Mas é da dali como é que fica? Ele já vira... Explica para a gente, que a gente nunca viu.

A gente colocava o o tucupi, aí o leite ia escorrendo e ia coalhando. Quando era no outro dia já estava coalhado. Aí já já as vasilhas que enchia a gente já tirava.

Aí a gente já tirava, já vai fazer o mesmo processo que fiz no naquele dia. Por causa da chuva.

Quantas seringa? Seringueiras? Não tinha conta. <laughs> Muitas? É, às vezes era muita, às vezes era pouco, né? E com a borracha, com essa essa coisa que saia da borracha, vocês traziam para cá para fazer o quê? Não, a gente de sa arriava dia de sábado, sabe? Aí vinte anos começa. Lá eles levavam não sei para onde, faziam o que queriam. Agora, a borracha mesmo, borracha, que era feita na fumaça.

Eles pegavam assim um pau, iam enrolando o o leite, né? e defumando. Até aquela borracha ficar desse tamanho assim. Assim. Mas era enfiado no pau. Fazia aquela fumaça para ir fazendo a borracha.
Sabe. E essa borracha era para vender também?
É. Essa borracha era para ir embora para lá.
Vendia para para o dinheiro para comprar o que com o dinheiro?
Para comprar mantimento para a gente. Comer, beber. Que a gente trazia, vendia no comércio, eles compravam e a gente ia ficar com aquele dinheiro para comprar alguma coisa. Daquele dinheiro, a gente repartia para comprar uma fari um O pessoal que não tinham roça, né? Comprava farinha, comprava açúcar, comprava café. Comprava o que que desse.

Mas era um sacrifício mesmo. Está aqui as minhas pernas, que que coisa para tanto subir e descer.
É quantos anos que a senhora ficou subindo e descendo com a sua mãe?
Olha, até o os quarenta Eu estou com sessenta e sete, né? Até os quarenta e um ano, porque a minha mãe morreu, ela estava com noventa e três anos. Aí ela não coisava mais, já quem ia era só eu, né?

Era relâmpago, era raio, era tudo. A gente se metia atrás de uma palheira, mas aonde? Né Só providência de Deus.

água pegava na gente por aqui.

Quando deu o último raio. E nós deixamos o paneiro de mandioca teçado, tudo lá pelo meio do mato. É, eu já já passei uma vida para mim para mim ter meus filhos, que hoje em dias eu estou aqui, mas eu agradeço a Deus por isso, né? E até hoje ainda estou viva, com saúde, mas o meu sacrifício foi muito sacrifício mesmo para mim criar meus filhos. Tinha dias que eu dava o que comer, tinha dias que eu não dava, porque eu não tinha. Mas eu vou ser sincera para vocês, Nunca roubei um ovo para dizer, olha, eu vou cozinhar esse ovo para dar de comer para vocês. Não. Quando a gente tinha, a gente comia. Quando não tinha, passava por isso mesmo.
Ficava como quando não tinha o que comer?
Ah, passava o dia inteiro até arranjar comida.
E o que que a senhora fazia para arranjar comida? Ah
Ah, eu fazia qualquer coisa para ganhar um trocado para poder comprar.
Mas é...

A gente cortava peixinho na beira do rio. A gente pegava peixinho lá para o lado do Jacundá. Aqueles peixinhos assim, olha. Para poder comer.

Se lembra, né? Pois é. A gente se juntava de noite. Tem um ma ma um mato que se chama de facho, sabe?

A gente pegava, batia aquilo até mesmo. Quando era de noite, a gente acendia para cortar os peixinhos.

Para a gente cortar os peixinho.
Como é que corta o peixinho?
Com o terçado. Às vezes eles estão dormindo assim, a gente vai tirar.
Dentro da água?
Dentro da água.
Nossa, mas é muito difícil? Ah é ah
Às vezes tinha cobra, né? A gente pegava e matava a cobra. e não queria nem saber. Queria saber que a gente levava uma vasilha assim e ia trazer cheia de peixinho para comer no outro dia.
E fazia como esse peixinho para comer?
Ah, a gente fritava, a gente... Olha, tem um um uma coisa no mato que chama... que é da palha, a gente chama capunga, né? A gente fazia aquelas, botava... temperava o peixinho, botava dentro, amarrava, e botar, fazia a brasa e colocava para assar a a A gente cozinha o ovo dentro de um saquinho plástico. Já viu cozinhar o ovo dentro de um saquinho plástico? Tu já viu? Tu já viu? A gente põe o ovo dentro de um saquinho plástico e aí põe coloca água, né? E põe na brasa. Aquilo ali cozinha sem queimar o plástico. É... Olha... Eu, às vezes, não tinha vasilha para levar para o mato, sabe?

Chegava lá, enchia de água, colocava os ovos e botava na brasa para cozinhar. E a brasa fazia como? Ela cozinhava com com o saquinho.
Eu entendi, mas como é que a senhora acendia o fogo? A senhora levava o fósforo?
Levava. Eu fazia o fogo, quando estava a brasa, eu colocava os ovos dentro do saquinho né, com a água, e botava lá e ele fervia.
Para comer o ovo?
Para comer ovo cozido.
E a mandioca que vocês carpinavam, ela não servia de comer?
A mandioca a gente trazia para fazer a farinha. Sabe? Porque a mandioca, elas crescem embaixo da terra, né? Aí a gente tira, traz, coloca na água, depois vai, tira, que se chama mistura, né? que está mole com a a dura. Aí descasca, tira o tucupi, mistura, enche no tipiti, peneira, depois vai e põe no forno para torrar. E aí vira farinha? Aí vira farinha. A mandioca pura vocês não comiam? Não, para quê? Para nós morrer? <laughs> Não, depois de tirar o... Depois de tirar o caldo, assim, ela cozida. Ah, mas só virando farinha, né? Porque da mandioca, se faz o beiju, se faz o tarubá, se faz o carimã, se faz a farinha, sabe? Da tapioca, se faz o polvilho que faz aquele beijo de moça, faz a tapioca que a gente come com café, e tudo que a gente quer fazer. Faz o beiju também para comer. Da mandioca você aproveita tudo.
A senhora ainda tem o roçado da mandioca?
Eu tenho, mas é pouquinho, lá longe.
Vamos voltar lá, então. Vocês iam no Seringal, depois no roçado, ia quem?

Eu, a mamãe, depois que a mamãe não não andou mais, né? Ela já estava já ficando em casa.

E dos seus irmãos nenhum mais ia com
Não, porque os meus irmão, eles já já já casaram, já coisaram família.

a gente ia tudo junto com mamãe. E como eu acabo de dizer, quem estudava, ficava, né? Quem não estudava, ia com ela. E quem que estudava? A senhora estudou? Eu estudei até quinta série.
Que ano que a senhora ia ou passou a ir para a escola?
Eu já estava com dez anos. Porque pequenininha ainda não estudava.
Então com dez anos a senhora foi para a escola?
É, que eu que eu estudei até quinta série antiga. <laughs>
Do que que a senhora ia para a escola? Então parou de ir para o Seringal e foi para a escola de manhã, é isso?
É, mas quando eu chegava da escola, nós ia embora para a roça de novo. Eu estou lhe dizendo com sinceridade, a minha vida foi muito sacrificada. Muito. Com a mamãe, a gente trabalhava com ela, né?

Eu cavava assim, colocava um pano, deixava ela para mim poder cortar a seringa. Isso antes dela andar?

<laughs> O que que é um caratã? É um bichinho que dá na terra. Um bichinho preto. E tudo assim, sabe?

É. E hoje eu estou com se sessenta e sete anos e e ainda trabalho. E tenho vontade de trabalhar.
A senhora gosta de trabalhar?

Mesmo no roçado a senhora gostava?
No roçado, em qualquer coisa eu gosto. Só não vou mais porque eu tenho esse homem aí, que ele é ele é paralítico quase e. E eu tenho que dar conta dele, sabe? Às vezes eu quero é sempre um movimento, mas eu não tenho com quem ele ficar. E amor é uma coisa, né? Amor ao próximo é uma coisa, né? Então eu tenho amor nele.

Eu queria que a senhora me contasse um pouquinho como a senhora foi Olha, a minha mãe, ela não sabia tecer tanta coisa, sabe? Mas eu olhava para ela, Porque ela nunca chamou para nós, para nós aprender não Eu olhava assim, como uma pessoa que queria e não queria, né? Naquelas horas assim. Isso que eu sei fazer, isso é da minha cabeça mesmo.
Mas ela fazia? Ela éh
Não, mamãe, ela fazia ela tecia só paneiro, panacô, abano, tupé. Isso ela fazia, sabe? Mas outras coisas assim de tala, ela não sabia fazer, não.

Lá na praça, Sete de Setembro. Aí nós fomos para lá. As que erravam, ela não ensinava mais. Aí quando foi um dia ela se zangou, ela foi embora e nós ficamos lá.

Cadê ela? Ah, eu não vou mais voltar que esses diabo não tem cabeça para aprender. <laughs>

Aí a gente ficou lá, sabe?

Aí cada uma foi fazendo da cabeça o que sabia.

Ela disse que não voltava, não voltava. Que ela também é uma das artistas, né?

Quer dizer, o pessoal, todas as mulheres sabiam fazer paneiro.
Não eram todas, não. Algumas.
A sua mãe fazia isso que hora? Que hora que ela chegava para fazer, que a senhora via ela fazendo?
Ah, ela fazia de noite, né? Ela fazia uma hora que ela tivesse, assim, dia de domingo, feriado, que ela não estivesse ocupada, ela fazia.
Quais as coisas que ela fazia?
Pois é o que eu estou dizendo, ela fazia paneiro, ela fazia cesta, né? Ela fazia tupé, ela fazia abano,

O caraná é aque pega ali. Assim ainda eu acho que ainda tem um verde ali. Repara lá. Não, caraná éh. É um desses compridos que a gente faz. Tupé, sabe? Tem um aí?

É. Está verdinho

Eu tiro isso, olha. A senhora tira isso do mato? É É que a gente tira as fibrazinha, né?

A gente tira essas fibrazinha aqui. Que é para fazer o tipiti, ó. Ó. Sabe? O tipiti como é o tupé Aí vai tirando tudo dessa largura aqui. Para poder tecer, sabe? Ó, pega aí.
Aí disso aqui a senhora tece o tipiti?
Não. Teço o tupé. Sabe? Tupé, paneiro. Aí... Mas o tupé serve para quê? Para gente... Coisa para a gente pisar em cima. Hum.

É uma esteira, sabe? É uma esteira.

Com dois dá?

Isso aqui é muitos.
A senhora tem muitos. Só só me mostra mais ou menos. O que que a senhora faz?
A gente faz assim. Peraí, deixa eu tirar aqui. Mano, pega uma faca ali para mim, por favor.

Isso a sua mãe fazia?
A mamãe fazia, sabe?
Aí a senhora ficava vendo, a senhora ajudava?
Eu ficava, não, porque ela não consentia a gente. <laughs> Ela o quê? Ela não consentia a gente ajudar, sabe? Ah, não? É, só ela queria fazer.
A senhora aprendia só de olhar?
Só de olhar ela fazendo. Quando eu queria olhar, ela me ralhava e me mandava fazer as coisas.
E quem mais das suas irmãs sabia fazer?
Nenhuma. Só a senhora? Só.

Olha, eu faço até casa de de coisa de caramã. Com isso aí? Casinha, é. Casinha de brinquedo. Pega lá o coisa lá em cima da geladeira. Ainda nem terminei de fazer, eu deixei por lá na enfermagem.
Quer dizer, a senhora via sua mãe fazer essas coisas, mas éh essa coisa de inventar casa, de inventar outras coisas, foi a senhora que foi fazendo da sua cabeça?

E por que que a senhora foi fazendo assim da sua
Porque eu tinha muita coragem para querer aprender.
A senhora tinha vontade de fazer? É. Tinha outras pessoas que faziam?

Olha, a casinha que eu eu eu começo e não termino. <laughs> Olha. Que essa aqui é para brinquedo do meu neto, sabe? Aí eu pego o caraná, quando destala assim. Agora falta encher, né?
Agora a senhora pega isso aí e e enche.
É, é esse a casa. <laughs> Agora, isto aqui, eu faço assim.

Para fazer as tala. Faz assim, ó. Eu vou cortar elas no meio para elas darem mais, tá? Espera aí. Não importa aqui. Depois vocês me pagam. Olha, é brincadeira, tá, eu gosto muito de brincar. Olha, a gente faz assim. Eu não vou nem destalar, tá? Eu só vou mesmo fazer para vocês verem como é. espera aí que eu vou vou fazer certo aqui
A senhora tem que contar um dentro, um fora, né?

Olha, assim vai fazendo o outro pé, né? Uhum. Aqui é porque eu não destalei, tá? Ela está grossa, ela está dura. Mas é assim, ó.

Até ele ficar grandão, assim. Aí a gente pega essa tala

Pega ali o a jacitara. Eu pensava que eu estava só.

Aí a gente pega essa tala aqui, olha. Essa aqui é jacitara, sabe? Que é para quadrejar ele, meter ele na beira, assim, para quadrejar para ele ficar. Coisa, sabe? Então essa é de outra outra... Esse aqui é jacitara.
Esse jacitara aquele lá o... Que faz o tipiti.
Aquela ali é tala de Tucumã, que faz as cesta.
Então com a tala de Tucumã, a senhora faz a cesta. É. Com esse aqui, como é que chama? Esse É o caraná.

E com a ja... jacitara faz o tipiti.
E o tipiti, a sua mãe fazia também?
Não, mamãe não fazia não, o tipiti. Tinha que comprar o tipiti? Um dia, para mim aprender, eu desmanchei tudinho.
Foi assim que a senhora
Foi.

E era assim que eu fazia, sabe?
É. A senhora ia desmanchando e ia aprendendo?
É. Eu ia desmanchando para ver como era para mim poder fazer.

Porque eu não tinha como viver, sabe? Não tinha quem me ajudasse Aí eu pensava assim, se eu se eu fazer uma coisa dessa, eu vendo já ganho um trocado. Era o que eu pensava, sabe? E... E por isso que eu aprendi. E hoje em dias, o meu saber eu quero deixar para aquele que não sabe. É por isso que eu vou fazer esse cursinho lá no... ali no Cajueirinho, que é para também partilhar com

As festa antigamente não era como agora, né? A gente ia numa festa, Aí lá tinha os banco, tudinho assim.
Só um minutinho, deixa eu parar. Eu queria terminar essa coisa da palha. Uhum.
Então a senhora faz esses todos esses que são palhas diferentes, né? E aí a senhora vai me explicando que a senhora pensava na cabeça como é que a senhora ia fazer para ganhar dinheiro e é isso que fez a senhora ir aprendendo? É. Porque... Eu inventava uma coisa e aí eu oferecia, né? Que queriam comprar. O que era um real? Um cruzeiro, é. Um cruzeiro. Aí daquele um cruzeiro já compravam aquele açúcar, compravam um café, uma coisa, porque era mais fácil, né? Repartia aquilo para poder comprar o que comer, o que beber o dia.
Aí a senhora fazia o comer e o beber daquele dia?
Não era tanto por causa de mim, era por causa do meus filho né. Criança já sabe como era. Então, mas saber diferenciar palha o que faz com cada uma, a senhora foi olhando e aprendendo? É É, eu mesmo criava assim da minha cabeça, fazia uma coisa assim para ver se dá certo e dava. E vendia aonde?

Ah, vendia em Santarém, vendia por aí para os outros. Belterra, olha Belterra, cansei de vender.
Belterra é é aqui perto?
A Belterra é para cá. Aí pelas seis colônia os homens compravam um paneiro para encher farinha, sabe? E eu vendia.
A senhora ia comandando pela estrada?
Não, tinha um senhor que morava lá na colônia, aí ele era vizinho lá de casa, aí eu ia embora com minhas crianças para lá.

É lá para o teu lado que tem isso.

Aí lá eu tirava a quantidade que eu quisesse, o tanto que eu quisesse para fazer. Eu fazia peneiro, fazia ah paneiro, aí o o senhor que eu morava lá com ele, que já morreram tudo, aí ele pega ele pegava de mim e ia vender em Belterra. Ele que ia vender? É, ele. A senhora não saía para vender não? Não Não, porque ele também fazia, né? Aí ele pegava junto com os dele e levava para lá. Aí ele chegava com dez cruzeiro, vinte e era assim.
O que que dava para comprar com dez cruzeiro?
Mas a gente comprava muita coisa.

Comprava aonde? Tinha. Lá em Belterra mesmo. Em Belterra mesmo? Eu ele Eu dizia assim, olha, o senhor divide a o dinheiro que der para comprar o açúcar, café e tudo que eu era de precisão.
O que mais que era, além do açúcar e do café?
A comida. Que que era que era a comida que a senhora comprava? Era peixe, era carne.
Ah, o peixe a senhora não pescava não? Tinha que comprar?
Não. Eu nunca pesquei peixe
Tu tinha que comprar peixe, arroz, comprava?
Arroz. Mas nesse tempo era muito difícil, a gente só comia com pirão de farinha. <laughs> Comia o pirão de farinha com o quê? Ah, cozinhava o peixe, né? Na água com com cheiro verde e coisa. E comia com farinha, caldo. Entendeu?
Tu botava o peixe assim, me explica qual era o prato. É o peixe assim pequenininho que a senhora falou?
Não. Era jaraqui, aracu, já existia, né? Tucunaré, pirarucu que a gente comprava em Santarém. Esses peixes maiores. Botava no caldo? É É. Cozinhava e depois... Com o que que cozinhava o peixe? Com água, sal e o cheiro verde. Que o o o cheiro verde é o o coentro, né? A cebola, o alho. Aí fazia aquele caldo com com colorau e tomava com farinha. Isso
Isso era o básico que a senhora comia todo dia com as crianças?
Não, não era todo dia, mas o maior tempo era assim.
E fora isso, o que mais que a senhora comia com as crianças?
Ah, eu fazia mingau de e coisa, quando não tinha comida.
Quando tinha comida, o que que a senhora fazia?
Eu fazia mingau de de farinha, fazia mingau de tapioca, de arroz, como que eu inventava certas coisas para não passar o dia inteiro com fome. Então era água com a com a farinha, por exemplo? É. Mas a água com farinha que a gente usa, mesmo sem ser o peixe, é o chibé. Conta, o que que é isso? Chibé a gente pega, chega cansado do trabalho, pega um pouco de água, coloca um pouco de farinha e toma.
Não precisa nem esquentar?
Não. E é gostoso, porque a gente chega cansada e faz aquele chibé e toma. É só a farinha com a água? farinha com a água.
E cata a fruta assim no mato para ajudar? A senhora fazia isso também?
Eu fazia, às vezes fazia. Às vezes eu ia para Belterra, buscar piquiá, inajá, sabe? Essas frutas, o chi, para a gente comer. E mesmo por aqui, pela vila, tinha manga, tinha. Porque a gente não compra, a gente pode ir andar e comendo. E era assim.
Aqui a senhora morava nessa casa aqui? Quando a senhora teve. Não. Seu primeiro filho? Não. Morava onde?
O meu a minha primeira filha que eu tive foi lá perto da orla, lá para o lado do coisa do Cajueiro, da da praia do Cajueiro.

Numa casinha de palha, tipo essa aí. E a senhora teve em casa? Eu tive uma quinta-feira, cinco horas da tarde, dia vinte e seis de agosto.

Ele me aplicou uma injeção, que ele era enfermeiro em Belterra né. Aí ele me aplicou, foi que eu consegui dar à luz à ela.
E quem ajudou a puxar a criança?

Ela era parteira? Era parteira.
E todos os seus filhos nasceram com ela?
Não.

E elas vinham em casa e ajudavam a é É, ajudava.
E a senhora dava de leite, leite de peito para as crianças?
Dava ah Até seis meses eles ma eu amamentava ele. Assim, só, só no leite, né? No leite materno.
Só no leite?
Só no leite. Depois, eu dava mingau de farinha, dava tudo que vinha.
Depois de seis meses?

Qual eram as festas, então?
Olha, essa santa que eu tenho aí. Quer dizer, não é essa mesmo né, é outra. Mas foi do tempo da vovó. Aí eu posso contar do começo? Por favor Então a vovó, ela ficava distante e não conseguia a a criar as crianças, sabe?

Aí ela fez uma promessa, que se ela conseguisse, se ou fosse filha ou fosse filho, ela ia for ela ia trocar uma imagem. Se fosse filha, ela trocava uma imagem de uma santa, né? E se fosse filho, ela trocava a imagem de um santo. Então ela conseguiu a mamãe A mamãe diz que nasceu tudo com as mãozinhas enroladinhas e tudo. Aí ela fez essa promessa né. Então a mamãe cresceu, se criou. Aí ela trocou a Santa Ana. Trocou a Santa Ana e disse que durante a vida dela ela ia fazer as festas da Santa Ana. Depois que ela morresse, ela ia passar a Santa Ana para a mamãe. E depois que a mamãe morresse, a Santa Ana ia ficar para a última neta dela, que era eu, né? Filha da mamãe. Bem, aí ela pegava, fazia as festas, andava por aí, tudo era eh. Era oito dias de festa. Iam para lá, os músicos tocavam e comiam e bebiam. Só vinham de lá quando queriam.
Mas onde que era a festa? Eh
Era, olha, faziam a festa lá na Santana, que ela tem uma ilha aqui que o nome é Santana. Lá faziam a festa. Faziam a festa lá para o São Luís, que é uma colônia muito distante aí e. Depois faziam na casa dela aí.
Mas a mesma semana? Durava quanto tempo essa festa?
Não, a mesma semana não ela. Ela começava, levantava o mastro, quinta-feira. Levantava o mastro, do juiz e da juíza. Mesmo que o seu Sairé, né? A Aí, passava quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira era varrição, que todo mundo já ia para suas casa. Quando não ainda ficavam... Então durava quatro dias a festa? É
E o que que se comia na festa?
Ora, o que que se comia? Era boi.

Tinha que matar um boi? É, porque naquele tempo a vovó fazia muita roça, era farta, sabe? E E ela comprava um boi, ela com eh farinha, beiju, tapioca, tudo, tudo ela fazia isso. Matava porco, então era farta, né? Pessoal ia para lá e dançavam, se divertiam mesmo à vontade. Mas não tinha negócio de briga, de nada. Tinha bebida? Tinha bebida de Taru
Que que é bebida de Tarubá? Eh
Tarubá é uma bebida que a gente faz da A gente tira a mandioca, rala, bate na na na gareira, que a gente chama, sabe? Quando é no outro dia, a gente vai espremer no tipiti, faz aqueles beiju desse tamanho assim, assa no forno, aí deixa esfriar, vai no rio, no garapé, onde for, molha aquilo, pega umas palha, dessas palha verde, dessas palha aí, Abre ela, faz a cama, sabe?

Aí faz a puçanga da maniva. Da maniveira, sabe?

A puçanga é as folha seca que a gente tira. Quando a gente não tem do tarubá, a gente faz da da folha seca da... Tira um pouco do farelo, do do beiju que a gente torrou. Já sobra aquele farelo, né? Aí a gente mistura. E torra bem. Quando a gente não tem da do tarubá puçanga sangue, a gente coloca um pouquinho de açúcar. Aí pisa bem pisadinho. Pisa com o pé? Não, um pilão, está doida? <laughs> Aí pisa no pilão bem pisadinho, fica igual coisa de de tempero, sabe? Pimenta do reino. Aí a gente põe na cama, primeiro aquela água que juntou do tarubá que a gente molhou. Coloca no coisa e põe a puçanga, aquele polvilho. Senta os pedaço do do do beiju, sabe? Aí depois torna a molhar. Torna por a a aquele, aquele puçanga, né? Aí pega as maniva, os galho da maniva, viva, e coloca em cima, tudinho. Aí põe a camada de de palha em cima do do beiju que já está. Põe uns peso. Hoje fui sentada, só aqueles peso. Quando é amanhã, você enche de peso que é para ele poder suar e ficar doce. Esse que é o tarubá. Com três dias para quatro, tira ele. E se quiser tomar naquele mesmo dia, toma. Senão enche num num garrafão, né? Põe numa vasilha.
Mas ele é igual álcool?
Aí ele fica igual álcool. Ele dá aquela... Ele azeda, sabe?

Mas mas logo nos nos primeiro dia, ele é doce, doce.

Ele é igual uma massa de banana. Será que eu contei certo? <laughs> E depois ele vira igual álcool, né? É

E o pessoal bebia muito?
Mas, todo mundo gosta de Tarubá.
E tinha o que na festa, então? A dança?
Tinha a dança. Tinha a levantação do mastro, que o mastro é cheio de frutas a Aí, depois, o pessoal tinha o almoço, a janta e a festa para frente, né?
A festa virava a noite toda?

Era dia e noite.
E quem que cuidava da festa, dava comida, tudo, era sua avó? É
Era a vovó. Assim como agora a gente faz, sabe?

A mamãe ficou da vovó, a mamãe ficou da ma da mamãe, ficou eu aí mas mas é os outros ajudam, né? Um dá uma coisa, outro dá outra. Aí a gente vai juntando para poder fazer aquela festa.

Dia vinte e três. De? É É porque eu começo dia vin di dia vinte e seis, né? Eu começo dia vinte e quatro para não levar muito tempo. Porque agora as coisas está cara, né? Só se vocês me ajudarem depois. <laughs>
<laughs> Mas o que que a senhora põe de comer hoje em dia? Ah
olha. A gente faz a a me a mesa da fartura que é é na... No começo da festa, na levantação do mastro. Tem tudo que é ali. É beiju, é farinha de tapioca, é melancia, é banana é tudo, tudo, tudo, sabe? Arroz

Aqui.
Lá naquela casa de farinha?
Não, aqui nesse pedaço. Fica aqui no quintal. É. Aí o pessoal vão e toma um café, leite, suco, munguzá, tudo que eles quiserem, né?

Aí depois continua a festa. Aí tem o almoço, tem a janta.
No almoço serve o quê?
No almoço serve o quando tem carne é é frango, é carne de boi, é carne de porco, tudo. Peixe não? Não, peixe é isso aí.

Ainda tem o banho da Santa, olha É por isso que eu disse, me ajudem. Porque logo que começa a festa, primeiro a gente vai dar o banho na Santa, lá no

Vão, leva a Santa, começa o a o banho, de lá vem com a música, que ficam aqui, é quando levanta o mastro, né?

do mastro. Levantação do mastro é assim. Aí é o coiso. Então tem esse pau aqui, enfeitado. Esse pau enfeitado. Ham. Aí vai daqui, vão pondo muda, vão pondo as frutas, vão pondo Lá no fim, ela leva uma garra um litro de cachaça.
Mas a santa está onde? A Santa
Santa está aí na frente, vendo como é que estão a levantando.
E aí vai botando é fruta em volta?
É. Aí, lá em cima, uma garrafa de cachaça e a bandeira. E os foliões estão aí, né? Com as bandeira, tudo. Aí depois, eles dão uma rodeada no no mastro e levam a Santa para dentro da casa. Daqui.

Aí rezam, tem o a o vão beijar a Santa. Qual que é a reza, dona Olha, é ladainha, sabe? A senhora sabe fazer? Eu não sei. Porque tem as... as... as rezadeira, né?
A senhora não é rezadeira.
Não. Eu só sou rezadeira de espinha, de... de outras coisas. E tem as... as... as cantora, né?
Aí elas fazem a cantoria? É

Durante a noite, durante o dia.
E o mastro com a Santa, a senhora leva para onde? Dá o banho na Santa? Levanta o mastro? Primeiro levanta o mastro?
Não. Primeiro dá o banho na Santa. De lá ele vem com os foliões e música e o pessoal. Aí que vão levantar o pau. O pau dos homem, das mulher.
Aí levanta e aí?
E aí, depois de de estar já em pé, né? Aí eles fazem aquele aquele arredor assim, aí entra o Corte Santo, para deixar ele no lugar. Aí rezam, daí começa a festa.
Aí a festa é comer, aí começa a música? É É. Tem muita dança?
Tem. Só não dança aquilo quem não quer.
E pode participar todo mundo que quiser da comunidade ou ou tem os convidados especiais?
Não, aqui aqui não tem convite para ninguém. Seja bem-vindo todo mundo. Sabe?
Vem muita gente? Vem.

Quando querem brigar a gente põe naquele tronco.

Hoje o que que bebe? É a bebida do taperebá ou bebe cachaça mesmo?
É tarubá.
Tarubá. <laughs> Hoje é a bebida do
Não, agora porque tem muita gente já que vem de lá, né? Já bebe, já traz litros. E aqui vende cerveja, né? Que tem um bar.

Prende a pessoa ali no tronco? É
É, amarra eles com uma corrente, põe lá. Eles ficam de lá e não pode sair. Ficam assistindo o que está dançando entendeu <laughs> éh. Porque antes... Porque quando eles chegam, os policiais, eles ficam revoltados, sabe? Então isso aí é só um tronco, a mansa brava. Os policiais? É, eles... É pior ter polícia, que aí que eles se revoltam, o pessoal, sabe? O pessoal não gosta quando a polícia chega... Não, porque a polícia então vai perguntar se quem está brigando, quem não está, eles vão batendo, né?
Mas a polícia vem para a festa? Fica com polícia na festa?
Às vezes, quando a gente convida. Dois anos é que eles não vêm mais.

Não, porque a gente não convida eles. Só são chamadas onde convidam eles, né? Não é um caso assim de necessidade mesmo, a gente pode chamar eles. Mas enquanto isso

O significado é porque muita gente tem fé, sabe? Muita gente tem fé, os católico. Então, na Lavada da Santa, levam as criança. E lá le mãe ah e outras pessoas levam a vasilha para parar aquela água. E levam para casa, põe na cabeça de doente, la lavam as crianças embaixo da santa, certo? Então, essa é a fé que existe é é. É por isso que a a santa é lavada todos os anos, sabe?
Para a água, e as criança são batizada na água também?
Não, mas eles só param aquela água para coisar a cabeça. Porque já é uma fé que eles têm, né? E é da muita criança. Muita criança mesmo. E aí eles vêm para cá, eles têm a fé na Santa Ana, eles ficam bom eles Mas dá muita gente no banho. E aquela praia ali fica cheia de gente.
E a festa é no dia vinte e seis de qual mês?
De julho. Julho. É dia do aniversário da minha mãe. Certo.
Porque foi lá que começou a festa no dia que a sua mãe nasceu.

Depois da sua mãe ela teve quantos filhos? Ela ainda teve, bora ver, um, dois, três, quatro, cinco, é seis com a mamãe.
Então funcionou mesmo a Santa Ana Né? Porque depois ela parou de de perder os filhos?
Não, da mamãe ela coisou, ela parou de perder, né? Mas a promessa que ela fez foi com a mamãe. Que quando ela morresse a Santa era da mamãe, né? Aí, quando a mamãe morresse, ficava para a última filha da mamãe, que era eu. E é por isso que eu faço a festa da Santa Ana, né?

Quer dizer, a sua mãe foi a primeira? Foi. E por que que a sua mãe passou para a última e não para a primeira?
Como assim?
A a do a sua mãe era a filha mais velha?
Foi que ela fez a promessa e conseguiu a mamãe, entendeu? Eu entendi.

Mas ela ela trocou a Santa para a mamãe, entendeu?
Não, eu entendi, mas para passar, ela passou para a sua mãe, que ela fez a reza. E por que que a senho a senho a senhora é a última filha, né? Tinha filha mais velha.
Tinha, mas a a herdeira da mamãe é eu. Entendeu? Porque eu sou a caçula, que de como diz. Então a herdeira é a caçula?
É. A herdeira da festa da Santa e de que mais que a senhora foi herdeira?
Do que a mamãe tinha, né? Do que a mamãe deixou. Mas ela era pobrezinha, não tinha nada quase.

É assim, se a filha última, se ela, coisar até o último dia da vida da ma da mãe, sabe? Que ela cuide dela. Porque eu passei com mamãe, a minha irmã passou seis meses com a mamãe em casa, né? Cuidando a mãe quando ela ela pegou a parali ela ficou paralítica das Então, com seis meses, eu levei a mamãe para casa. Ela passou três anos e seis meses no meu poder. Ela morreu na minha casa a

E eles concordaram Aí o tio argentino disse que principalmente a Santa. Que quando precisassem, que fossem buscar a Santa para fazer uma ladainha, para fazer alguma promessa, mas devolvesse. Aí tá. E foi por isso, sabe? Mas só que a Santa mesmo, que era da mamãe, está lá na casa da minha tia. E por quê? Porque eles não quiseram que eu ficasse com a Aí essa que eu tenho aqui foi já que eu ganhei, né?
A sua tia, irmã da sua mãe? É Ela quis ficar com a Santa?
Foi, ai, nem conto mais, que eu não paro de contar.

Não, não teve briga, não.
O que que aconteceu?
Eles apenas, eles vieram, a Santa vivia aqui, eles vieram buscar e levaram para lá sabe.
Mas a senhora ficou brava, não foi?
Não, eu não fiquei brava, eu fiquei triste, né? Por causa que aconteceu isso.
Mas eles vêm na festa também?
Não, eles já fizeram a festa, já trouxeram a Santa, né? Para cá, junto com a minha. Mas só que acontece que nem termina bem a festa, eles levam correndo levam. Mas eu não não faço questão, não.

Não, porque nem tanto.

Aí eu entreguei.

Você já tinha decidido que a senhora ia ficar com tudo.
Não, porque... Eu vou contar só um pouquinho, tá? Então, a a Santa, o pessoal aqui queriam que ela fosse padroeira do Jacundá, como essa é, sabe?

O pessoal irem. Então, como agora nós estamos fazendo o culto dia de domingo, assim eles queriam que a santa ficasse aqui, para juntar o pessoal daqui para a gente rezar Aí eles souberam que já iam tomar a Santa, porque não sei o quê, porque torna porque deixa. Aí a titia dava passamento um atrás do outro, que ela ia morrer se não entregasse a santa. Aí meu irmão veio e disse que era para mim entregar a santa, sabe assim? Mas como? A santa não é minha. Não, porque tem que entregar. Se se a titia morrer, tu vai ser responsável, não sei o quê. E foi aquele para para acertar, sabe? Aí, para não ver confusão, entreguei. Aí, no dia que eu entreguei a santa, aí vieram aqui buscar, eu tava bem ali, aquela casa era a primeira minha.

Aí veio o filho dela, o meu irmão e o outro meu primo. Aí eu fui para lá, aí eu... O meu irmão disse assim, olha, tu vai entregar a santa. Eu disse, mas como que eu vou entregar a santa? santa é minha. Não, tu vai entregar a santa.

Eu achei que foi uma coisa, sei lá como, mas só estava eu, não tinha nenhum filho meu aí. Aí disse, vai pegar a santa. Aí ele entrou lá em casa. Eu acho que isso não devia ser, né? Entrou, pegou a santa e levou.

Quando a mamãe morrer, a gente vai resolver isso. Eu, eu estava tão indignada, de raiva, né? Assim até dizendo.

Quando ela a tua mãe morrer, não chamei nem tia, sabe? Quando a mãe morrer, vocês põe a santa com ela no caixão. Aí eles foram embora. E a sua mãe estava aonde? Não, a mamãe já tinha morrido. Por isso que a santa ficou para mim, sabe? A mamãe já tinha morrido.

Não, eu não vou não, titia não vai morrer. Ela só ia morrer se eu não entregasse a Santa Ana, mas eu entreguei, ela não vai morrer. Porque eu sou uma pessoa que eu espero a minha vez, sabe? Eu não vou discutir, eu não vou coisar não, mas eu espero a minha vez para mim poder falar aquilo que eu sinto. Aí eu disse, não, ela não vai morrer, não. Ela só morria se eu não entregasse a Santa Ana, mas Santa Ana está lá, ela não morre. E foi isso que eu que eu que eu disse.

Isso eu disse, eu não me a não me acuso de dizer, porque eu falei.

Olha, ela falou, chegava aqui comigo. Eu falei, não. Então isso já era um caso de mentira, né? Mas eu a confirmo que eu falei. É Eu disse isso.
E aí ela morreu?
Quem?
A sua tia.
Não, ela não morreu. Ela está com a Santa Ana. <laughs> Ela passa mal e coisa, mas ela não morre não.
Ela está com quantos anos?
Ela está com

Mas tinha uma mulher aqui que que morreu com cento e. trinta é? cento vinte e oito né anos e tem outra que já está com com cento e seis. Vocês sabem quem é?

Pois é, isso que acontece na minha vida. Agora eu sou positiva.

É, mas é mas lá não é meu lugar, não.

Isso foi de mim mesmo, sabe? Porque uma vez eu era pequenininha, um menininho se engasgou e eu fui e rezei, né? Rezei. Mas eu rezei aquela reza que... Vai buscar aquela boneca lá dentro para mim assim. Traz aqui, é. Depois eu falo.

E eu sou assim, sabe?

com esse homem, vinte e três anos vou fazer. Mas haja paciência. Aí dizem, deixa ele. Mas como que eu vou deixar quando eu me meti com ele? Ele era bom, né? E é uma covardia agora eu deixar ele desse jeito.

A senhora nunca ficou com um homem dentro de casa antes, né?

E o que deu que a senhora botou esse para dentro de casa?
Porque eu acho que era meu destino, sei lá. <laughs> A senhora gostou dele? Eu gostei dele, ele gostou de mim. Como é que ele chama? É...

Ele era daí da região?
daqui mesmo. A gente se conhecia muito.
E aí, o que que aconteceu?

Desde de bora ver uns vinte e cinco anos que eu tinha. Eu conheci ele, né? Só que ele tinha uma mulher aí, tinha filho. E era ele para um lado e eu para outro. Depois a mulher morreu. Ele ainda se amigou com uma mulher aí. Depois, ele veio para o meu lado e eu fiquei com ele. Até hoje. Não sei, amanhã.
A senhora gostava dele?
Aí juntou com ele. Põe aqui.

Essa foi a a a reza que eu rezei para a espinha, sabe?
Como é que foi?

Então esse foi a oração que Deus nos ensinou, Jesus. Foi isso que eu rezei e. E depois eu aprendi a oração do São Brás, né? Eh é o coisa das espinhas. Aí eu eu rezo para qualquer pessoa.
E aí a espinha desce?
A espinha desce, a espinha sai.

Eu disse, olha, a espinha é muito grande. Não porque ela queria que entrasse. Aí eu rezei, a espinha baixou, né? Ficou no peito dela a Aí foi preciso ela ir no médico para tirar, porque a espinha era grande. E é assim.
A senhora põe a mão aonde para fazer a reza?
Não, eu rezo assim, sabe?
E a espinha vai descendo?
E a espinha vai descendo quando ela sai. Quando ela é muito grande, aí eu dou um um remédio para para a pessoa provocar e sair, sabe?
Qual o remédio que a senhora...É
É qualquer óleo que dê para enjoar, né? A pessoa provoca e a espinha sai.
E além de rezar a espinha, o que mais que a senhora reza?

Eu benzo quebranto, né? De criancinha.
Como é que é benzer quebranto?
A gente benze e a gente reza. Agora eu não vou ensinar porque se eu ensinar não vale mais, né? E aí a criança fica melhor, eu ensino remédio para é para dar para a criança ficar bom.
Mas os remédios, a senhora aprendeu com quem a fazer os remédios?
Olha num num aprendi com ninguém. Sinceramente, eu estou lhe falando a verdade, né? Eu não aprendi com ninguém para para ensinar remédio para ninguém.
Como é que foi assim? A senhora sabe isso desde que idade?
Não sabe o que é porque aquilo vem na minha cabeça, né? Ah ah Aparece assim que eu tenho uma coisa que me conta o que é bom. Aí eu fico pensando assim, aí quando a gente benze, que a gente é média, sabe? Aí aquilo conta para gente o que o remédio é bom, para que é, para tudo. Porque eu tenho uma pessoa que me guia, sabe? Agora que eu estou contando. Uma pessoa que me guia. Então, é quando eu saio fora da das coisas, ela me castiga, muito. Mas quando não ela me acompanha para tudo quanto é canto. Ela me livra de tudo quanto é mal, sabe? Me protege na minha casa, é assim. Mas quando eu eu faço as coisas contra ela, ela me castiga. Ela ela me faz eu adoecer, ela faz eu ficar enraivada, assim, coisa é assim. Uma pessoa morena, uma uma uma mulher morena, bem morena mesmo. Ela me ajuda né, ela me ela me livra de todas as coisa.
Ela tem nome?
Não, ela tem nome, mas eu não digo, tá? Pois é, aí eu conheço as pessoas que gostam de mim, as pessoas que têm raiva de mim, as pessoas que... que assim, falam de mim assim, por trás das minhas costas, sabe, tudo eu sei. E eu sei mesmo, sabe?
A senhora sabe olhando para a pessoa?
Sei, olhando para a pessoa eu sei.
E essa senhora se que que protege a senhora, ela ela apareceu quando? Foi desde que a senhora
Ela apareceu desde a minha infância, desde eu pequenininha, porque esse dom que eu tenho é de nascença, sabe? Eu não aprendi com ninguém. Então é desde da da desse dom que eu tenho é desde quando eu nasci.
Mas o Dom veio junto com ela?
Ela que trouxe o Dom?

Aí ela foi crescendo, foi crescendo, né? Aí

Era criança.
E ela cresceu igual a senhora? É, igual eu
Agora ela está a do do meu jeito, assim, morena.

Não, às vezes ela vem e sonha comigo, sabe? Ela vem e sonha. Eu enxergo as pessoas aqui, no meu quintal.

Aí veio um senhor trabalhar aqui para mim, ainda morava naquela casa ali.

Aí quando eu cheguei, ele já tinha carregado três carrinhos de mão para lá.

Aí cheguei lá, aquela criança estava em pé, sabe? Só de shortinho, lourinho, branco. Aí estava em pé. Também não falei com ele, né?

Aí eu fiz o café, eu cortei um pão, botei lá, chamei ele.

Eu disse, vem já tomar café que ele veio. Eu disse, tinha uma criança que estava contigo.

Não, eu não trouxe criança nenhuma. Eu disse, menino, a criança que estava aí atrás de ti. Ele disse, não, eu vim só eu. Aí pronto, a criança desapareceu. Quando foi uma noite,

Aí, eu eu brechei pela aquela janelinha ali. Aí ele ia passando, sabe? está grandão, assim, alto. Aí ela me disse que é filho dela, sabe? Aí quando eu chego bem de frente da janela, ele parou assim... Aí eu saí assim de costa. Só, só, só de short, sem camisa. Mas é a criança tinha crescido? Já está grande, sabe? Até rapazinho assim, baixinho.

filho dela.

É, ela me disse que é filho dela. Ela conta também ou vem no sonho dizer o que vai acontecer? Não, às vezes no sonho não, mas ela... eu escuto por aqui, sabe?
Mas ela avisa se alguém vai morrer, como é que é?
Eu tenho aviso. Tudo aviso eu tenho. Quando a pessoa vai morrer.
E morre mesmo
Olha, morreu um dia desse um rapaz, bem aí de fronte. Aí, eu fui no enterro dele sábado.

Aí eu vim passei a noite inteira na casa deles, fazendo velório né dele. Aí eu disse, fui no enterro, disse mas agora eu vou dormir bem. Aí quando eu olhei no relógio, passavam vinte e cinco minutos de meia-noite. Aí eu disse, mas era porque que eu não durmo? E naquela hora parece que me amorteceu, sabe? Aí eu eu tava ressonando, que eu tava ali sentada naquela cadeira ali. Aí quando eu dei, ele vinha andando. Vinha andando só com uma bermuda cinza assim, sem camisa, né?

Aí eu não respondi. Aí ele chegou mais para cá.

Aí ele veio, escorou a mão bem aí.

Me venda um frango que eu estou com uma fome. Aí eu disse, não, não vou te vender não que meus frango estão... estão magro. Aí ele tirou a mão daí e disse, não, agora aquilo não, que eu não sei o que era, né. Aí ele olhou assim para mim, assim por baixo, que quando está morto não não olha não assim, de cara a cara né.

Ele disse, foi na hora que eu fui pegar pedra, aí o poraqué me bateu. Aí ele me bateu. Onde ele me bateu, ficou roxo a Aí eu fui reagir para mim subir na água, não teve condições. Aí tornou me bater. Aí eu não não pude mais. Aí eu me acordei, sabe?

Eu disse, poraqué mata a gente, ele disse, mata. Poraquê é o quê? É um bicho dentro da água. Elétrico. Um peixe elétrico Aí ele me contou que não foi doença que matou ele. Foi o Poraquê, na hora que ele foi pegar pedra, sabe? Poraquê bateu ele. Aí ele quis reagir para subir no coisa da água, aí ele tornou batê-lo. Ele disse aonde ele me bateu ficou roxo. E só deu afogamento no laudo, não foi?
Ah, deu afogamento, mas foi por aqui. É.
É, mas a e isso foi um sonho, né? Porque o pessoal dizem que eh ele sofria da coluna, não sei o quê.
E aí ele foi embora? Ele morreu. Eu sei, mas ele foi embora nesse dia, depois que ele falou isso. Foi. Ele foi embora?
Foi embora. Porque eu me acordei, sabe? E aí, porque eu gostava muito dele, e tem um filho muito parecido com ele.

Ele ia fazer vinte e nove anos. Eu tenho ele.

E é assim, eu tenho aviso quando a pessoa vai morrer, eu sei.

Quando esses começam a cavar aí na na no coiso, fazer aquelas vala, pode contar. Quando a rolinha está em cima da casa, é sinal de que vai morrer gente.
A rolinha está em cima da casa da pessoa ou na sua casa?
Na na minha casa, ou quando é outro estranho, ela fica assim, longe, né?

Pode contar
Mas aí a senhora sabe quem ou a senhora fala, vai morrer alguém?
Não, vai morrer alguém, agora não sei sabe quem, né?

Era esse aí e Isso aí é lá no coisa, lá no... Marae.
É bonito, hein?
Está aí os dado dele. Ele diz que foi... Ele não teve nem tempo de se despedir, né? E é assim, sabe? A minha vida é essa. Quando eu saio de casa, eu tenho uma oração, sabe? Porque eu rezo. Aí eu me benzo assim e rezo. Santo Antônio pequenino, me guiai em bom caminho. Sete estrela me ilumina, sete anjo me acompanham. Das três pessoas que foram pegadas na cruz, o do meio seja por mim, que é Jesus Cristo, filho da Virgem Maria. Aí eu rezo e vou embora.
Isso é para proteger? É.
me proteger. O do meio não é Jesus Cristo?

E a senhora acha que essa essa. Oração? Oração, eh... segura a senhora contra o... É, eu posso andar o dia inteiro por aí, não tem nada que me atinge. A senhora já passou por alguma situação que a senhora quase foi e a senhora sobreviveu? Quando foi?
Não, eu já... o meu sobrinho até comprou o forro do meu caixão e camisola e tudo ah

O que que a senhora tinha?
Eu tinha... Quando a mulher fica gestante, ela não cria tipo um bicho assim que chamam mola, que que destrói a criança no no útero da pessoa. Já a senhora já ouviu falar isso?
Nunca ouvi falar isso
Então, eu criei isso, sabe, porque isso é devido à menstruação da mulher. Quando a mu mu mulher menstrua, que ela pisa na casca de mandioca, que ela pisa no carvão, aí aqueles bichos geram, que chamam miome, né? Ah, o mioma. É É. Aí eu escapei de morrer, né?
A senhora estava com filho?
Não, não estava não. Só com mioma? Só. Então eu comecei a provocar o sangue, sangue, sangue. Aí eu fui descoberta, né? Aí me deu dois passamento em casa. Aí o meu pessoal pensava que eu tinha morrido mesmo a Aí o meu sobrinho, ele comprou o forro do caixão, tudo, tudo, tudo. Aí eu não morri, não.

Mas a senhora lembra que a senhora estava quase no passamento? A senhora lembra desse dia?
Não, e e eu me lembro que eu estava mal né, mas o o passamento, a morte diz que é coisa do sonho, então a pessoa fica que não se sabe, né?
Mas a senhora lembra desse momento? Porque tem gente que lembra da hora que a gente está quase morto, lembra de ter saído ali e visto tudo.
Não, eu lembro que eu fui assim amortecendo, né? Aí, depois, eu não sei o que eles me fizeram, aplicaram a injeção, não sei o quê, aí eu retornei, né?

Eu acho que não, porque mandaram eu voltar. <laughs>
A senhora acha que tem muita coisa para fazer ainda na vida?
Eu tenho para mim que eu vou fazer muita coisa ainda na vida, né? Só porque me atrapalha a minha vista. Que está desse lado aqui, mas desse lado eu enxergo bem. Que justamente é a catarata, né? Mas se eu fazer uma cirurgia, eu fico boa.
E o que que a senhora quer fazer na vida, ou tem que fazer?
Ah, muita coisa ainda para mim ensinar, para mim deixar de lembrança. É isso.
Tipo o que? O que que a senhora quer ensinar?

Olha, eu tenho sete máquina. Eu falei aqui para o pessoal daqui, das criança, para virem aqui para mim ensinar. Ao menos fazer um shortinho, né? Costurar.

Essas crianças não quer saber de nada. Eu faço crochê, sabe? Eu... Eu faço assim, as beira de toalha, beira de guardanapo. Tudo eu faço. Então eu queria, assim, que as crianças viessem a aprender. Porque eu não sei o meu dia de amanhã como é que vai ser. Então, isso que eu tinha vontade de deixar para as criança, para as pessoas adulto. Mas, está difícil.

O pessoal não se interessa? Não.
Porque eu eu penso assim, que eles pensa assim que eles vão pagar, né? Que eles vão pagar para mim, eu ensinando eles.

Só quero ajudar. Porque eu eu eu... agora que eu achei pessoas para me ajudarem, mas antes não.
A alguns dos seus filhos aprendeu tudo isso que a senhora sabe?
Não, eu tenho um filho que trabalha em construção, sabe?

É, mas falar a verdade precisa ele se dedicou na cachaça que agora num <laughs> num presta para nada. ah Agora eu tenho um filho que é pintor, que é esse que mora aqui.

Não, pintura de roupa, pintura de parede. Ele faz qualquer pintura.

E é assim.
Ah, ele pinta com pinta desenhos mesmo. Então ele vive disso?
Ele vive, porque ele não é empregado. Ele era empregado, agora não é mais. Ele era empregado da onde? Ele era professor. Na escola?
É. E aí ele saiu?
Saiu.
Por quê? É
Eu não sei por quê. Quando ele soube... Eu acho que é porque é contrato, né?
É. Então ele era professor e aí agora ele vive de pintura.

Para onde chamam ele, ele vai.

De saúde.

Ela só trabalha assim em casa. Quando chamam ela para ela fazer um trabalho, ela faz.

De limpar uma casa, de fazer uma comida. Eu tenho um genro que é, ele sabe arte culinária, né? É isso, tudo isso.

É, ela cuida dos filhinho dela, tem um casal de filho. Tem um até que é é assim da cabeça, que ele estudava na Apae

Um é pintor, o outro está está na bebida.

Os filhos.
foram muito tempo à escola? Foram ah Mas esse aqui, ele tem o segundo grau, né?

Quer ver a minha a minha a minha Letra? Quero. Então me dê aqui que eu vou escrever o meu nome.

Posso escrever aqui?

A senhora mostra assim para ele gravar na câmera. Mostra aqui a letra assim.

Isso a senhora aprendeu na escola?

Ah, essa que nós já entrevistamos. É
foi a minha primeira professora. O que que ela ensinou, além de escrever o nome? Ela só ensinava a mesma coisa.

Mas a senhora, além de escrever o nome, a senhora consegue escrever, por exemplo, uma receita?
Como receita?

Assim se eu pedir para a senhora... A senhora sabe de cabeça, mas a senhora escreve?
Não, não sei receita de bolo, não. <laughs> Mas a senhora escreve mais? Escreve bastante? Escrevo, eu leio, sabe?

A senhora lê o quê?
A minha Bíblia.
A senhora lê a Bíblia?

É. Aquilo dá paz para a senhora?
Dá, porque eu acho uma leitura muito bonita, aquela que diz, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Eu acho lindo essa coisa. Porque um um dia eu fiquei pensando assim, eu não lia a Bíblia, eu não sabia de nada. Aí um dia eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, um dia eu leio na Bíblia que diz assim, deixa que venha meus cansado e sobrecarregados que eu vos aliviarei, sabe? Aí eu, agora eu me viciei na Bíblia, eu leio. Depois que a senhora leu isso? Foi. Porque eu acho que os cansados e sobrecarregados são aqueles que tinham que que ler a palavra de Deus para ter um alívio na vida, né? Porque vivem cansado, não sabem nem o que quer dizer uma Bíblia.

A senhora é descendente de Borari? Eu sou descendente de Borari. Minha mãe era Era coisa era índia.

Porque o o meu avô, ele era um ele era filho de português. E a minha avó, ela era morena, morena mesmo, sabe? Aí diziam que era borari. A sua avó era borari e casou com português. Casou.

O vovô era tipo americano. O vovô era um um homem alto, bem branco mesmo, do olho azul, sabe? A senhora chegou a conhecer ele? Eu conheci o vovô.

ela era ela era Borari. É diziam que ela era Borari, porque ela era bem morena, né? E a mamãe era mais morena do que eu.
Ela era bonita, a sua mãe? Não.
mamãe não... É assim como eu, sabe?

No mundo não tem ninguém feio, né? Um dia, um rapaz aí andando, mexeu com uma moça. Aí ela disse, ah, feio! Ele olhou para ela e disse, olha, não tenho culpa, que não fui eu que me fiz, foi Deus.

Alguma coisa do aprendizado veio deles que a senhora sabe?
Olha e eu não sei muita coisa de Borari, não. Eu só sei umas palavras que a mamãe chamava, né? Quando ela queria uma coisa depressa, ela dizia... Da cá era para trazer uma vasilha, né?

E certas coisas eu aprendi, mas eu me esqueci e eu quero retornar de novo né.
Mas a senhora lembra de alguma das outras coisas que a senhora aprendeu? Não

Como assim? Quem que criou a sua mãe? Foi a vovó. Eles eram eles eram casados Eles eram casados mesmo? É Católico civil.
Ah, então eles eram tipo casados.
É. Vovó era com o vovô.

Moravam. Primeiro primeiro eles moravam em Aramanaí, né? Depois eles vieram para cá.

Eu quero. Eu quero ser muito feliz. Esse sonho que é o que eu quero, o que eu desejo que... Eu quero ser feliz mesmo daqui para frente. Eu... Sei lá. Eu quero ter a ajuda do meu próximo. E assim. A senhora foi feliz até aqui?

Eu fui feliz até aqui e quero ser mais feliz.

Feliz eh eh a minha felicidade é que eu ainda viva muito tempo com esse homem que está aí, com tudo que ele é assim, né? Mas ele é uma pessoa que me acompanha e. E eu quero, além da minha casa, eu quero terminar a minha casa, quero até mais as coisas assim, sabe? Para o fim da minha vida. E quero que Deus dê a saúde, felicidade do meu homem que me acompanha. e dos meus filhos e de vocês todos.

Assim, na terra, fazia as coisas, pegava assim uma latinha para fazer comida, para fazer...é assim, sabe? Porque brinquedo mesmo ah, como

É, de pira, de de roda, né? A gente brincava. Na escola, a gente aprendia a jogar futebol. É, deixa lá, mano Aí, a gente apanhava da professora quando... <laughs> Elas tinham uma régua assim, que era mesmo assim, olha. A régua. Fazia aqui com o dedo mesmo. Então, aqui ela vinha assim, ó. Ela era bordada aqui, ó. Não vai sair bom, mas... Mais ou menos assim sai. Ela é mais fina, né? Elas pegavam aqui, olha. Porrada na mão da gente.
Com essa régua aí? É
Uma vez nós fomos fazer a prova. Tinha uma colega minha lá. Aí ela queria colar, sabe, a prova. O que eu fiz? Eu engasguei ela. Aí ela gritou. Quando ela gritou, a professora disse, o que é isso? Aí ela disse que eu tinha engasgado ela. Por quê? Eu disse porque ela queria colar a minha prova. Aí nós apanhamos todas as duas.

E eu era assim. Eu engasguei ela, me lembro tão bem.

A senhora pegou no pescoço e foi?
Não, porque eu estava escrevendo, né? Aí ela veio por de trás de mim assim para olhar.

Aí ela gritou <laughs> ela gritou Ela mora em Brasília, essa essa minha colega.